É dezesseis de agosto de e nove
O senhor nasceu onde?

Também.
E o senhor passou
É, na verdade, eu nasci lá, criei com meus pais, trabalhando na roça, né? Aí, com idade de de dez anos, eu já trabalhava mais ele na Aí, quando chegou a uma uma idade de quinze anos, catorze, quinze anos, a minha mãe adoeceu, né? E aí, ela acabou Aí, ficou o meu pai... Minhas irmãs, meus irmãos, que nós somos em dez, né? Somos cinco homens e cinco mulheres. Aí ficou aí nós pequenos, a maioria, né? Mas tinha as minhas irmãs que já eram, umas adultas, outras ainda eram de menor, mas cuidou de nós bem, né? Eh E meu pai. Aí com idade de dezoito anos eu arrumei uma namorada, que é a minha esposa que eu tenho hoje, né? Aí namorei um ano lá, com idade de dezenove anos eu falei, eu vou em São Paulo. Aí peguei e deixei ela lá e vim aqui para São Paulo né. Procurar trabalho, se arrumar para se casar também. <laughs> Aí Trabalhei aqui, quando foi quando fez um ano eu mandei fazer uma aliança, mandei para ela daqui mesmo. Aí sei que eu fiquei três anos aqui, sem ir lá, só conversava através de carta e Até que chegou o dia de eu ir embora de novo, né? Aí eu fui, cheguei lá, casei em oitenta e um, né?

Depois, passado um ano, veio o primeiro filho Depois veio o segundo, depois veio o terceiro. Aí começou já a chegar o ponto de de estudar, né? Aí eles foram para a escola. Aí, esse segundo filho meu, ele estava com idade de nove Anos aí ele na escola começou a sentir dor de cabeça, né? Ele estudava, antes do horário ele precisava, a professora mandava ele vir para casa. Aí a gente foi se preocupando, né? Com esse problema que ele estava sentindo todo dia, sentindo dor de cabeça. Até que a mãe dele... Pegou ele e levou ao médico para ver o que é que era. Aí chegou lá o médico, passava os remédiozinhos para ele, ele trazia para casa. Aí tomava o remédio, de repente o menino voltava a dor de cabeça e parece que voltava mais forte ainda. Aí a gente tornava voltar ao médico. Chegava lá o médico, tornava passar aquele medicamentozinho. Um clínico geral. Até que na terceira vez a minha esposa levou novamente e falou, olhe doutor o remédio que você está passando para ele não está servindo de nada. Cada dia que passa ele está ficando mais mais ruim. E a gente está preocupado. Veja o que você faz aí que o menino está ficando ruim e a gente já não sabe o que é que faz. Aí ele ele pegou um um aparelhozinho, né, e examinou a vista dele, e eu bem, aí falou, é, o seu filho está com um problema muito sério. Dentro da cabeça. Só que aqui não tem como nós tratar dele. Você tem que ir para a cidade grande. Inclusive falou, você tem que ir para Salvador, ou então São Paulo. Até que não ajudou a gente. Eh falou assim, eh acho que tudo isso acho que é melhor você ir para São Paulo, porque acho que a despesa é é ter menos do que em Salvador. Aí, nesse nessa nessas alturas aí, a gente... Ele passou uma carta também, né? Pegou uma carta e escreveu para a gente trazer. E... Aí eu já vim para casa disposto a vim cá para São Paulo, né?

Só que a gente não tinha nem condições de de Porque não tinha vamos supor dinheiro para com para passagem. Tinha a minha passagem, a dela, a dele. Aí o que é que nós fizemos? Olha eu vou com ele e você fica. Só que eu não tinha dinheiro nem para as duas passagens. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, tinha um prefeito lá que era muito bom, né? Nós lá na cidade. Aí eu peguei, fui lá na prefeitura, pedi as passagens ao prefeito. Ele pensou um pouco assim e falou, é, vou vou dar a passagem. Eu contei o caso a ele, o que estava acontecendo com o meu filho.

Pegou e autorizou uma passagem né. Aí eu falei, voltei, tornei e repeti para ele. Só que eu preciso das duas prefeito, porque eu não tenho condições de comprar a outra. Eu eu tenho que ser tenho que ser as duas. Aí ele pensou um pouco e autorizou as duas.

Ele ainda até pediu segredo, só que você não fala para ninguém, né? Porque senão o pessoal vai baixar aqui, <laughs> todo mundo quer passar. É aí eu peguei e fui lá na aliança, comprei a passagem e vim com ele sozinho, né? Aí eu tenho um tio que morava aqui, que eu não tinha ninguém aqui, só tinha um tio. Morava aí, aí eu liguei para ele, ou escrevi, né, nem lembro mais que naquele tempo não tinha nem telefone direito. Aí ele falou que eu pudesse vir para casa dele e trazer o menino né. Aí eu trouxe, cheguei lá na casa dele, a minha tia recebeu. No outro dia a gente já saiu para ir para o hospital, a minha tia foi comigo, né? A gente levou ele lá para um hospital lá em Jundiaí, né? Que eu vim nesse tempo era lá em Cajamá que ele morava. Aí chegou lá no hospital São Vicente de Paulo, a gente deu a entrada lá. com o médico, o médico viu ele, quando o médico viu, o médico ficou já o médico ficou assombrado, quando viu a vista dele, um um neurologista. O médico falou, é, o menino está é ruim. Mandou minha tia ir lá no na recepção, lá no guichê, né, e fazer uma ficha lá para, já para fazer os exames dele, né. Aí a gente chegou lá na <coughs> na recepção, as mulheres não queriam atender a gente assim na hora, diziam que não podia. Aí a minha tia começou a discutir né com as pessoas lá que atendiam, que tinha que fazer, que o médico tinha pedido e que que o caso era de urgência. Ah, mas nós não podemos. Aí a minha tia voltou lá, assim, na sala dele e falou, olha doutor, as mulheres dizem que não podem fazer. Aí ele veio com tudo e e falou bem ba alto com elas, falou, vocês vão deixar, depois que o menino morrer, é que vocês vão cuidar dele? Vocês têm que fazer agora, vai fazer essa ficha agora. Aí ela ela viu o médico, aí ela autorizou e fez né a ficha. Aí ele já ligou lá numa clínica, lá na mesma hora que ele... Para para vir uma médica que fazia o o o exame de eletro. Aí a médica veio de lá, veio o menino, chegou, olhou o menino e falou, pode levar ele lá que a gente vai fazer o exame dele agora. Aí a gente levou, ela falou, só que nós não entrega o exame hoje, só amanhã. Porque não dá para sair hoje. Mas tá bom. Aí ela marcou o horário da gente ir no outro dia, pegar o exame. Aí a gente foi lá no outro dia, pegou o exame, trouxe para o médico de novo. O médico olhou e falou, é, foi bem o que eu pensei. Aí a minha tia falou, e o que é que é doutor o que ele tem? Aí ela falou, ele falou, é, ele tem um tumor na cabeça. Aí ele já encaminhou, né, para... Para o cirurgião, que tinha que operar. Aí a gente foi providenciar os exames que precisava né, tomografia, esses tipos de exame. Até que chegou o dia de fazer a cirurgia. Aí chegava no dia, o médico prorrogava para frente. Marcava uma data, chegava no dia e o menino ruim. Aí ele tinha passado uma caixa de injeção para o menino, que o menino estava sentindo dores forte. Ele passou uma caixa de injeção para o menino tomar durante esses dias que estava esperando a cirurgia. Ele tomava duas vezes por dia. Dez injeções que pegou. Aí quando chegou numa é numa data, a gente foi marcado para fazer a cirurgia, chegou lá, o médico falou que não podia operar, que não era aquele dia. Aí a minha tia falou, ó doutor, se se for porque, se você estiver escondendo alguma coisa, pode falar que a gente já está sabendo do caso do menino. Se Se é que ele não pode operar, vocês podem falar que a gente já está por dentro do problema dele. Ele falou, não mãe, não é isso não, não é que a gente está escondendo não, é porque o problema dele é muito delicado e a gente está estudando aí como nós podemos fazer, né? Nós estamos fazendo reunião como é que nós pode fazer a cirurgia dele, mas não tem, a gente vai operar ele sim. Aí, ela eles marcaram outra data até que chegou o dia e fez a cirurgia, né? Aí, teve que operar a cabeça dele, cortou a cabeça dele, Aí eles tiraram a parte, só que eles não podiam tirar tudo, o problema, né? Eles falaram que se mexesse na no problema tudo, que que ele não ia poder nem falar, nem enxergar. Tinha uma parte em volta do cérebro que ele não podia mexer na cabeça dele. Aí Aí ficou lá no u tê i um uns dois dias, depois veio para o quarto, passou um tempo, eles mandaram para casa. Veio na cadeira de rodas e eles não davam garantia se se o menino ia andar ou se tinha condições de andar mais, eles não davam garantia. Eles não davam garantia nem na que ele sobrevivia, né? Mas aí, quando passou um ano, depois o menino volta a dor de cabeça de novo. Aí a gente tornou voltar para o mesmo hospital, que ele ainda estava seguindo.
Aí o senhor ficou esse tempo todo aqui? Tudo aqui

Na verdade, nesse intervalo que eu esta estava com ele, eu fiquei três meses e a mulher lá na Bahia. E eu sozinho aqui com ele e minha tia. Mas nesses três meses aí, ela veio também, que o médico falou que ela não podi que ele não podia ir voltar rapidamente para lá, que era melhor eu trazer logo a família, porque não tinha condições de ele recuperar rápido. Aí eu falei para a minha mulher vir, ela veio, deixou dois lá, e aí trouxe mais um que ela tinha, né, de colo, e aí ela veio ficar comigo Aí ele fez a, na segunda cirurgia ela já estava, né? Aí ela acompanhou também tudo. Aí depois ele fez a segunda, o médico tornou, não dar garantia, falou que não podia mexer no no problema todo. Aí a gente levaram para levemos Passado mais um mês, é quando estava completando um mês, a cirurgia dele eh começou a inchar, né? Aí inchou a cabeça dele muito. Quantos anos ele tinha? Ele tinha Nove anos. Aí a gente ficou muito preocupado, porque ainda não tinha nem cicatrizado. Aí a gente tornou voltar com ele, era um fim de semana. A gente voltou com ele lá no pronto-socorro do hospital, o hospital atendeu ele. o pronto-socorro, aí ligou para os médicos dele, aí a médica veio, olhou ele, falou que ele vai ter que fazer vai ter que ti tirar uma esse líquido que está na cabeça dele, porque foi ele está criou água na cabeça e está está com muito líquido. Aí elas levaram ele lá para dentro, tiraram com uma seringa e depois marcaram outra nova cirurgia para ele, a terceira cirurgia para colocar uma válvula. Até que colocaram essa válvula, aí a gente mandaram para casa de novo. Inclusive, ele tem essa válvula até hoje, né? E eles não davam garantia que o que o menino não ia não ia sarar melhorar. É que a gente foi a eles foram acompanhando com o tratamento do menino, ele fez uma radioterapia e... Até que eles pararam com o tratamento, falou, agora tem que esperar a reação para ver o que é que que faz. E aí a gente ia, eles marcavam a data de fazer os exames, a gente levava naquela data, eles iam fazendo, via os exames, falava, olha, tem uma, ainda tem um, ainda não sumiu, ainda não desapareceu, ainda tem uma uma mancha. E aí, quando eles... Passado um um de ano em ano, eles pediam tomografia, a gente levava para fazer, fazia, eles iam vendo, falavam, ainda não sumiu, ainda tem problema. Até que foi ficando, um certo tempo, eles falaram, olha, parece que está está diminuindo. Ainda tem, mas está já bem menos do que estava. E até que Chegou um tempo desde dizer que o menino estava curado, que não tinha mais nada.
Isso ele tinha quantos anos? Ele estava com
anos nessa época. Na é Não, não chegou Muito depois, porque esse tratamento dele é vem de muito tempo, né? Então, ele começou com nove anos o tratamento, mas quando ele disse mesmo que estava curado, ele tinha mais de de doze anos, ou ou treze anos que ele vinha tratando Até que ele Está um homem já de de vinte e quatro anos. Na verdade, ele ficou com... O braço dele, antes de de fazer a cirurgia, ele já estava com o braço meio paralisado, né? Né já sentia que o braço dele não estava normal. Aí ele, depois que operou, paralisou mais um braço dele. O braço esquerdo dele não não tem movimento, né? Mas sobre o problema, sarou. Hoje ele está curado, graças a Deus e. o médico nunca deixou de acompanhar ele também né. Até hoje, o hospital de Jundiaí eh fez o levantamento dele lá, falou que não podia atender ele lá mais, porque, não sei, acho que problema de prefeito, de lá dele lá, falou que não podia atender mais gente de cada região que a gente morava. Aí a minha esposa pegou, mandou eles fazerem os aprontuários dele lá e. Aí a minha esposa trouxe cá para São Paulo. A gente andou passando pelo pelo posto de saúde. Aí aí na Lapa, arrumou um médico aí num posto de saúde, ele ficou tratando um um bom tempo aí, o médico acompanhou ele. Depois de desse posto de saúde, o médico parece que ia se mudar, eu não sei como é que era. Aí a minha esposa teve que tirar ele de lá através e ele deu um encaminhamento para a Santa Casa né aí da Santa Cecília. Aí ele está ainda sendo acompanhado com esse médico daí da Santa Cecília. E a gente eh vem de muito tempo, seguindo os tratamentos dele, mas sabendo que agora a gente está com tranquilidade, porque os médicos estão dando garantia Né que o médico nunca mais falou que que ele tem
mais problema Então o senhor começou falar da vamos voltar um pouquinho lá para a infância do senhor, lá no Hum no Piatã. Huhum É então, como é que era o lugar que o senhor morava? Era uma fazenda era Não lá era
Era sítio Era um sítio.
É Era de Era do meu pai mesmo. Ah, do seu pai mesmo. Era era
Não era muita coisa, mas dava para trabalhar.

É, plantava. O que Ah, meu pai, ele plantava de tudo, né? Tudo que que que pertencia na roça, ele plantava um pouquinho, né? Não era coisa muito, né? Mas de tudo ele ele participava um pouquinho. Não de tudo, de tudo, mas uma parte né Ah, ele trabalhava mais com café, é cana. Assim plantava Num nesse intervalo ele plantava feijão, milho no meio das roças. Ele trabalhava com tudo.
E aí, o que é que ia... Iam nascendo os filhos? É nessa época
Nessa época aí que meu pai... e minha mãe morreu, os filhos, já tinha todos os filhos, né? Aí uns foi casando, os mais velhos casaram, saíram fora de casa, aí ficaram uma boa parte ainda, mas acompanhado com meu pai, ajudando ele, né? Depois até que... Chegou o a época que a gente eu saí também, tem uns irmãos mais velhos do que eu, que saiu primeiro do que eu, veio aqui para São Paulo, ficou aqui para São Paulo, depois já voltou, já já não foi assim diretamente para casa, ia para casa assim, mas não para morar mesmo. Construiu família Minhas irmãs, fi ficou umas que casou depois de mim, até mais velha do que eu, né? Ela casou depois de mim, porque ela arrumou um namorado aí depois que que eu já tinha casado, é que ela casou, né? E aí a gente ainda <laughs> trazendo O senhor é mais velho, mais novo? Não eu eu sou Não, eu estou no no sétimo filho Sétimo de meu pai.
De quantos?
É, que meus minha Meus irmãos são Dez né E eu já estou no no sete É, na verdade, a gente não tinha, assim, uma umas ferramentas próprias né para trabalhar. A gente trabalhava mais na na força bruta. <laughs> Mas, só que eu depois que criaram, a o as pessoas mudam de de de esquema né, de ramo. Um sai para fora, que nem vim aqui para São Paulo, já pegava uma profissãozinha de um jeito outro de outro. E por aí, hoje ninguém nem trabalha mais em

Não Não Vem todo mundo para cá? É a A, tem gente lá, né? Tem gente lá? Tem, tem. Eu tenho ainda bastante irmã que mora lá, né? Mas só que assim, nas roças, está está bem diminuído. Ninguém quer mais, às vezes, trabalhar mais assim na na lavoura. Também não não tem muito futuro As pessoas trabalham, mas não tem muito resultado. Então, o pessoal vai mudando o esquema de trabalho, né? Para poder sobreviver.
Mas como é que era, assim, a o dia a dia, assim

Como é que vocês como é que era É na ver Como é que era um dia? Ah não era
Um dia era normalmente, assim, a pessoa levantava de manhã e trabalhava o dia todo, né?
Os meninos, as meninas? Também É o

Cuidavam de uma coisa, outros cuidavam de outra, né? Porque às vezes tinha vários tipos de serviço, né? Às vezes uns estavam fazendo uma coisa, outros estavam fazendo outra, mas o dia era normal, a gente começava das de cedo até a a tarde.

Trabalhava normalmente, como se fosse numa firma, né? Para poder dar conta.

Era carpia, plantava, eh tinha serviço de de roçada, né? Roçar com foice, com machado, cortar, a gente tirava lenha, tudo isso a gente participava, né?
Tinha mais pessoas ali na na região? Ou era Ah

Cada um cuidava da do seu, né? Tinha bastante gente conhecida na região, mas cada um tem seu seu benefício né de fazer. Mas sempre só lavoura, né? Roça, assim. Lá a região, mas era só de trabalhar mais na roça mesmo. O pessoal não tinha, assim, negócio de indústria, então o negócio era trabalhar na roça.
Teu pai vendia? Não
Não, na verdade, vendia sim.

Café era o que ele mais vendia, né? Que é o que dava mais dinheiro também, né? Então, quando chegava no tempo da safra, o que sobrasse, ele vendia. O que não sobrava, consumia lá <laughs> mesmo Dentro de casa E aí Vendia na região mesmo, na cidade, né? Tinha a cidade lá, os compradores compravam e traziam, acho que expor exportavam para fora, né? Mas a gente vendia o praticamente eh café bruto, né? Não era já beneficiado, né só assim o

Já desbandado né tirado do da casca Mas vocês iam para a cidade para vender ou alguém que ia lá É, tanto tan E na roça tanto gente trazia, às vezes iam os compradores também, né? Dependendo da quantidade, a gente mandava os compradores, eles iam lá e pegavam, né? Os ca as As cargas, né, que eles falavam. Aí a gente deixava o café pronto no jeito, aí marcava o dia, eles iam lá e e pegavam e levavam embora. Às vezes Carga, levava carro pequeno, outra hora ia de de a picape. E Tinha hora que eles pegavam até a cavalo. Nossa! É Dependendo da das cargas que fosse. E era assim a, esse tipo de De trabalho a vida da lá no no Ah, sim. Eu me a divertia muito, assim, na tomando banho nos rios. Eu gostava muito, né? Quando eu era jovem me, adolescente, eu não saía da água. Só tomando banho no, quando eu tinha tempo, né? Fim de semana, nos feriados, sábado, assim, domingo.

Lá é Riacho das Pedras. Aí então a gente se divertia muito na água, a juntava a colegagem os coleguinhas que tinha bastante, aí a gente ia para o rio tomar banho. É e diferente disso, a gente gostava de bater uma bolinha também, né? Mas às vezes nem uma bola suficiente tinha, né? A gente fazia qualquer uma bola aí e começava a chutar.
Fazia com o que a bola? Ah
A gente fazia de todo A gente fazia de até de de Pano e fazia um uma bola lá e... Da hora eu pegava... O dia que a gente não tinha nada, a gente pegava e uma laranja e começava a chutar. <laughs> Nós tinha que brincar, né? Da hora a gente saía para os matos também, caçava

caçava naqueles matos sertão lá. Hoje em dia ninguém nem usa isso mais, porque hoje em dia também tem fiscalização também sobre isso aí, né? De primeiro não tinha nada disso, o pessoal fazia as coisas assim nos nos matos, ninguém... Ah, hoje não, hoje lá está... É e eu não Não não fui cara caçador assim, não. Às vezes eu acompanhava, né? Mas nun nun nunca fui assim fanático com caçada, não. Mas tem os mais velhos que
né E caçavam o quê? Sei
Lá, vai lá para o mato, caçava o que vir <laughs> O meu pai também trabalhava muito com garimpo, né? No tempo que eu era pequeno, ele ia para a serra, trabalhava De Lá chama Serra do Serra do Garimpim, que eles falam.

É, tem o nome da Serra do Garimpim. É, aí eles trabalhavam, pegavam diamante, ah muito difícil, mas pegavam, né, os diamantes. E eles eram, meu pai era até viciado nisso aí, né. Às vezes ia para a para o garimpo, passava a semana toda, nem fazia quase nada, mas tinha que ir. Quando ele não estava trabalhando na lavoura, ele ele gostava muito de frequentar garimpo. Não só ele, um monte de de gente dos mais velhos que tinha lá era tudo fanático né. Em negócio de garimpo, assim.
Às vezes hã... É um vício?
Ah eu acho que é é é meio é um negócio meio que a pessoa meio vicia também, né? Que a gente não está tendo nem lucro e está insistindo, né? Porque é muito difícil pegar. Às vezes num lugar que a você não consegue, aí você trabalha, trabalha e e perde até o tempo, né? Mas eles tentavam para ver, às vezes, de vez em quando pegavam um diamante, mas não não era coisa de futuro.
E vocês iam também, junto? Não

E eu, para falar a verdade, eu eu não tinha muito... E eu já fui mais meu pai algumas vezes, né? Mas para trabalhar mesmo assim, não. Eu Eu ia acompanhando ele, porque eu era pequeno E eu ia ver ele trabalhar, mas para mim pegar na ferramenta mesmo e trabalhar, nunca peguei, não. E o senhor lembra, assim, de ter visto, de ter visto diamante, de ter visto... Ah, eu lembro muito pouco, mas sempre meu pai trazia um diamante, mostrava para a gente, colocava na mão, assim, olhava, virava ele para um lado para o outro, falava o tanto dos... quilates que eles falam eh, que eles falam que que que tinha, ele sabia tudo, né? Que dava meio, se dava um, se dava um e meio... Aí eu, pelo menos, eu não não cheguei a conhecer esse a esse tanto da de diamante, saber o que é que ele vale, o que é que não vale, mas meu pai ele sabe. E assim e ele
E ele gostava muito E aí, quando ele trazia as pedras, depois eh vendia por lá ou vendia onde?
Na verdade, ele tinha a cidade lá próxima que tinha um comprador, né?
E Mas trazia para casa?
Trazia, ele
Com vocês e depois que? Era
Ele trazia. Primeiro ele trazia para casa e mostrava o que ele trazia. Depois ele levava para os compradores e aí. A gente nem conhecia quem eram os compradores, mas ele conhecia, né? Eles falavam que eram os capanga. Aí eu não lá ele vendia e apurava o dinheiro e fazia as as coisas que precisava para... Ah ele gastava né

Com a família, comprando as coisas. Era só para isso que ele fazia. O que ele fazia era´era só para... para cuidar da família. Ele não tinha vício assim com bebida, não tinha vício com jogo, não tinha nada. Meu pai nasceu e faleceu sem nunca ter vício com nada assim a única. O único vício que ele tem é que ele fumava um cigarrinho. Cigarrinho de corda ele é mas outro Mas esse ele não
Tinha E lá nesse lugar tinha escola? vocês iam para a escola como é que vocês
É, na verdade tinha umas escolazinhas, uma nunca teve assim, naquela época não tinha professores formados, né? Era só professor leigo mesmo.
Quem é que dava aula?

Hã Quem é que dava aula?
Ai, eu, na verdade, a gente tinha vários professores. Antes, minha minha própria irmã, ela ela dava aula para os alunos lá, para os meninos. Quando saia um, às vezes já tinha outros. Sempre do da do lugar mesmo, né? Do municípiozinho ali mesmo, que que dava escola, né? Tinha... Aí... Hoje já está mais evoluído, porque já tem os professores formados, os meninos já tem outra outro desenvolvimento, né? Mas de primeira era bem sufocado
Como que era a escola? Como que era
Não, na verdade as escolas lá não não tinham nenhuma escola, assim, um prédio para os alunos estudarem. Às vezes as pessoas, os moradores davam a casa, né? Para a pessoa estu eh ensinar na nas próprias casas dos dos pais. A gente ia, tinha uma casa marcada, aí o professor ia para lá, a juntava os alunos e estudava nessa nas casas, é em casa mesmo. nas casas de família mesmo. Hoje não, hoje já tem tudo, né, que as pre os prefeitos colocaram prédio no lugar. Então, hoje já não tem aquele problema mais de de não ter uma escola no lugar, já tem.

É que está mais não é E aí essas escolas elas eram misturadas, tinha gente de várias idades, crianças de várias idades? É
Na verdade tinha, era misturado.
Era uma
Era uma sala era para todo mundo era, verdade mas só que na a série era praticamente uma só. Às vezes tinha tinha gente mais adulto, mas estudando tudo uma uma série só. Como que o senhor aprendeu a ler? Ah na verdade Eu até hoje eu não não sei quase a ler né, mas esse pouquinho que a gente aprendeu foi com esses próprios professores mesmo. É E o resto a gente aprende no tempo aí, <laughs> no mundo, pelas experiências né.
E essa escola ficava perto da da roça? Ou Era era meia na roça

Não, não era mesmo na roça mesmo. É, está na roça. Até hoje ainda tem, né? Até hoje ainda tem escola na roça, lá. Às vezes, quando a pessoa... Hoje já vem os professores, né? Já tem vários professores da da oitava série. Até a oitava série tem gente na na roça. Agora passou da oitava já não tem. Aí já tem que ir para a cidade. Mas a cidade é e já tem mais... Já tem os carros, né? Que Que pega os alunos e leva, o prefeito fornece o carro. Aí vem pe buscar de manhã e levar à tarde. Aí já tem mais um desenvolvimento na no lugar. Naquele tempo não tinha nem estrada direito para para passar carro assim da da roça para a cidade, né? Mas hoje está tudo a normalizado.
E o senhor ficou lá até quando? Aí eu
Eu eu vim para São Paulo em Em setenta e oitou eu estava com Aí eu fiquei aqui até
Anos, você estava trabalhando na roça.
Eu estava na roça, eu ficava na roça. Aí depois que eu saí, eu vim aqui para São Paulo, aí eu entrei numa, cheguei, entrei numa metalúrgica aí, né, aí trabalhei um ano só nessa metalúrgica. Aí depois eu saí, aí eu eu tinha um primo, né, que trabalha com com pintura, Aí ele me chamou para eu trabalhar com ele. Ele era autônomo. Aí eu peguei e comecei a trabalhar com ele, né? Aí ele foi me ensinando a trabalhar, e eu não sabia fazer, nem pintar, nem fazer nada. Aí ele foi me ensinando. Aí eu Hoje eu trabalho nesse ramo a vida toda, nunca deixei. Estou já com a idade de quarenta e oito anos para e nove Na verdade, eu trabalhei um ano na firma. Desse desse tempo para cá, eu não trabalhei mais na Eu trabalho assim, particular Mas hoje eu tenho um bom conhecimento na prática eh Muita gente me me a trabalho Há quantos anos Eu já tenho mais ou menos uns uns vinte e seis anos que eu trabalho na
É O senhor tem a conta de quantas casas você já pintou? Não <laughs> não não tenho nem

Tenho noção, não.

Lugar assim que chamou

trabalho De pintura É, de pintura.
Assim, você quer dizer assim com as pessoas
que o senhor tenha gostado mais? Ah na
Na verdade, esse eh esse negócio de serviço é é um negócio meio complicado, né? Que Ou que a gente gosta ou não gosta, mas a gente tem que fazer, né? Aí a gente acaba gostando, né? Porque E eu, pelo menos, gosto de trabalhar no no ramo de pintura, né? Eu Eu faço com prazer mesmo o serviço, porque é o que eu sei fazer também, né? E e acabando, eu gosto de trabalhar na pintura. Eu gosto mesmo.

Peguei serviço dele, peguei... Muita gente, assim, artista, e eu tenho trabalhado. E sempre eu estou na área. Eu conheço uma uma arquiteta né que é cunhada dele né. Aí ela me contratou e até hoje eu trabalho com ela. Ela sempre está me passando serviço. Aí eu trabalho com ela, com a família dele.
E aí, o senhor tem um tem uma equipe, ou o senhor trabalha sozinho? Como como o senhor trabalha Como é que organiza o trabalho É
Na realidade Eu É, na verdade, às vezes eu trabalho sozinho, depende do serviço, né? Porque às vezes tem hora que eu não tenho muito serviço, assim, que dá para colocar gente. Mas tem hora que eu sou obrigado a pegar pessoas para me ajudar, né? Pego duas, três pessoas, até quatro, até cinco.

Tenho pegado para trabalhar, mas eu, porque tem hora que aperta o serviço, aí a gente tem que... Mas quando está maneiro, ah eu trabalho em um, com eu só, outra hora em dois só. E vou levando a vida assim.
Você já pensou em fazer outra coisa diferente ou quer... Não. tudo Eu não
Eu não pensei por o seguinte, porque... Eu acho que eu não tenho como eu aprender <laughs> outra coisa diferente agora também, né? Porque eu, na verdade, a minha leitura é é pouca. Para mim, entrar num num ramo diferente, aí eu já tinha que ter mais um grau, né? Então, para mim, eu acho que é o suficiente a pintura mesmo. O que eu sei fazer é isso mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam se eu sei fazer outra coisa diferente. Falei, não, meu negócio é só só Pintura o que eu sei fazer é só isso.

Fazer isso mesmo na vida, pintura, né? Uhum Mas o senhor também falou que gosta muito desse trabalho. Gosto O que é que você gosta nesse trabalho

Eu gosto É ou do quê o que é que

a gente fazer um trabalho e e agradar as pessoas, né? Então eu acho que isso é uma coisa que incentiva a gente a fazer mais. Porque a gente sempre chega num local que está até e a gente acaba deixando aquele lo aquele local bonito, e as pessoas contentes. Então é por isso que eu gosto, né? Cada vez que eu faço, que eu vejo feito, eu me incentivo a eu fazer mais.
Você se sente bem. É eu
Eu sinto bem de de fazer mais. Porque a gente vê que está deixando o ambiente melhor, do ruim para o melhor né. Então é por isso que eu acho que é legal a gente trabalhar assim. Eu acho que qualquer tipo de de trabalho né que a pessoa faz, a pessoa fazendo... para agradar ou para melhorar, eu acho que todo mundo gosta, né? Quem faz, acha que é bom dia, vamos supor, eu faço um um um serviço. A pessoa fica contente, a pessoa me dá um ponto em vez... Agora, se eu perco aí, se se eu perco um ponto, aí quer dizer que aí é ruim para mim, né? Eu eu vou me sentir... Aí eu posso me sentir ruim, né? Mas enquanto eu estou ganhando, eu estou sentindo feliz, né? Porque acho que é importante, né?
E o senhor sempre acha que ficou bonito como a pessoa acha? Não na verdade eu
Não sou eu não sou de falar que está bonito não, eu não. Eu posso ver que está, mas eu faço tudo possível de deixar, né? Mas eu deixo para as pessoas falar né, que acho que é mais importante para a gente, né? Porque às vezes eu falo e eu estou falando uma coisa que eu não estou sabendo. Às vezes para mim está bonito, mas para quem é o dono não não está. Então eu deixo que eles falem. Porque se não tiver também, eles vão ter que falar para mim que não está bom ou que está que não está bonito. Eles fazem mandam fazer de um jeito que que fica bonito. Eu acho que tem que ser assim. Agora, se eu faço e eu mesmo falo que está bonito, quer dizer que aí eu não tenho uma garantia, né? Que meu serviço está bom. Agora, se eles falarem para mim, está bom, né? Mesmo que não estiver bonito para mim, mas se está bonito para eles, então acho que é importante isso aí. Porque cada um tem o
Mas também E como que é, assim, trabalhar com várias pessoas diferentes, assim, cada hora um freguês, cada hora um
É, esse negócio de gosto eu acompanho, né? Eu só não eu acompanho. Todos os gostos Das
E as pessoas diferentes eh como é que é É por Cada serviço é um uma pessoa diferente, né?

Mas aí é que tá. A pessoa pede e a gente faz, né? Do jeito que pedir. Às vezes tem uns mais exigentes do que outros, né? Que exi exigem mais, às vezes. Mas a gente tem que acompanhar o sistema né da pessoa, que é para não não dar desprazer à pessoa. Porque a pessoa está pagando para fazer, né? Do jeito que pedir, a gente faz.

Então, a gente tem que estar acompanhando sempre. Então vamos voltar um pouquinho de novo eh a sua mulher lá em Piatá, foi isso? Foi a a
A minha esposa na verdade ela é da

A minha mulher da da minha região também, lá de onde eu nasci né. Sei É na Na época que a gente começou a namorar, ela tinha Aí eu estava com Uns dezoito anos Aí a gente namorou uns três, uns quatro anos, para poder casar. Namorou assim, eu de cá e ela de lá. Eu fiquei só um ano lá, aí quando eu eu vim aqui para São Paulo, fiquei três anos a aqui, três anos e três meses. Aí quando eu voltei, eu já voltei para casar, né? Aí eu casei. Conhecia a gente criou

junto. Ah É A gente se
Ah mas só que... E como foi assim que deu o
É, na verdade a gente vai ficando né vai ficando adulto, né? Aí a gente começa a ir na nas festinhas, nos bailes né, vai encontrando. Aí a gente começou a bater papo e gostar, né? Aí Até que os pais chegaram a falar com a gente, né? A gente queria casar mesmo. Aí eu falei, eu quero casar com ela, só que tem que me dar um tempo porque eu não estou preparado para casamento. Eu tenho que sair fora um pouco, eu tenho que trabalhar ainda para arrumar alguma coisa, mas eu quero casar com sua filha. Aí ele ficou já preparado também, né? A gente ficou namorando, mas com compromisso já, né? Aí até que chegou o dia de a gente se casar. Ele, da hora que a pessoa, que lá nesse tempo também tinha, hoje em dia, às vezes o pessoal não está nem apurando isso, mas de primeiro, se a pessoa desse uma palavra com o pai de família, assim, ele tinha que cumprir, senão a pessoa ficava rebaixada, né? É, meio rebaixado, porque se a pessoa não cumprisse a palavra que deu, depois a aí ficava ruim para ele, né? Hoje não, o pessoal namora aqui, larga ali, dá uma palavra e já não aceita, tanto faz né. Mas de primeiro não, de primeiro era mais diferente.
E aí o senhor veio para cá e aí continuaram namorando, o senhor falou que por carta, é isso? É por carta tem gente que corres bastante
Por carta. É De quinze em quinze dias, a gente mandava uma cartinha. Levava três dias para chegar lá a carta. Ah três dias Era É que era para Na verdade é três dias. Mas, às vezes, ele mandava por mão própria também, né? Às vezes, ia pessoas daqui para lá, que a gente do conhecimento da gente, a gente já entregava, a pessoa levava direto, não precisava nem pôr no correio. É porque, na verdade, a gente, por telefone, a gente não falava.

Não, lá, na verdade, não tinha telefone. Ainda mais que era na no sítio, né? E aí, a gente tinha que conversar mesmo pelas Pelas cartas

Ah, mais ou menos. Um apaixonado de
Longe <laughs> Então, a carta ajuda, né?
Ajuda bastante. Só que recorda também a saudade né

É, aí depois que eu fui lá, casei. Foi lá mesmo mesmo
Foi Como foi <laughs>

É normalmente Foi foi muito bom, né? Não a gente meio assim

Cismado, mas <laughs> é mas um uma boa festa. O o sogro da gente fazia festa Boa É É Foi na igreja, normalmente. No cartório. E Festa muito grande, a minha festa no dia do meu casamento, muita gente. Meu sogro matava boi, fazia fazia festa mesmo. Foi muito legal, no dia do meu Aí depois que eu casei, eu fiquei durante seis anos lá, né? Se sem eu vir aqui. Aí depois que passou seis anos que eu estava lá, aí eu fiquei meio duro, né? Sem dinheiro. Aí eu peguei e deixei a mulher lá e vim para
Mas o senhor estava trabalhando o que lá esses três anos? Ah
Nesse tempo eu estava trabalhando lá na na lavoura. Aí eu fiquei continuei trabalhando na lavoura esses dias. Eu só trabalho em pintura aqui.
Você soube morar
É, na verdade eu fi eu fiquei um bom tempo na casa do do meu sogro, eu ficava na casa do meu pai, até que eu comprei um lugar, né? Inclusive eu tenho até esse lugar, eu lá. Aí eu comprei, já tinha uma casa, né? Aí eu dei uma reforma nela mais, e aí eu fui morar lá. Aí eu... Deixei ela lá depois de seis anos que eu tinha casado, e vim aqui para São Paulo, só que eu não ficava muito tempo mais, aí eu ficava uns quatro meses, cinco, assim mesmo ainda ficava um bom tempo, tinha hora de eu ficar seis meses aqui. Aí eu escrevia, só conversava por carta também, aí eu eu ganhava o dinheiro aqui, eu pegava a maior parte eu mandava, né? Para ela Para cuidar dos filhos Aí eu já tinha uns três filhos.
Em seis anos já tinha três filhos?

Aí até que chegou essa época que a a gente vê diretamente né, que foi essa época que meu menino adoeceu. Ele já estava com idade de nove anos também, nessa época. Aí a gente veio e está aqui até hoje. Eu estou já com dezesseis anos que eu estou aqui. Que eu vim com a família toda, né? E E até que eu nunca voltei mais lá nesse tempo que eu fui. Nem assim para ver lá o as fa as famílias. Eu não voltei mais.

Eu já fui sim Mas eu ainda fui Ah, na verdade, meus filhos vieram tudo pequeno, né? Quando eu trouxe eles, o esse que teve a cirurgia estava com nove, o outro estava com com onze anos, o mais velho, né? Foi criado tudo aqui. Eu trabalhando e e eles... Foi crescendo, ah hoje... Eles já estão me ajudando, trabalhando em firma. É Já me ajudam muito né, todos eles. Me ajudam. Eu sofri muito viu para para criar, para dar conta deles da família toda aí.

Ela hoje está com doze Aí aí agora parou.
<laughs> E todos moram lá com o senhor?
Todos moram, meus filhos todos estão solteiros ainda. Está tudo dentro de casa comigo. A casa é grande Família

Está tudo comigo E como que vocês se divertem
Ah, eu eu hoje em dia eu na eu praticamente eu não tenho nem quase lazer nenhum, né? Porque eu sou mais de casa para para o trabalho só. Às vezes nos fins de semana eu fico em casa um pouco, mas não custa quase lazer, né? Porque a gente chega o fim de semana e eu ainda tenho trabalho para fazer. Agora os meus filhos é diferente, eles saem um pouco, eles trabalham também, mas... Às vezes tem mais tempo do que eu para sair, às vezes vai no cinema, assiste um cinemazinho, sai para bater uma bolazinha também. Sempre está tendo uma uma divertimento E eu e a minha esposa é mais mais caseiro, dentro de casa. Quando não estou trabalhando, eu estou em casa com a minha esposa. E fazendo alguma coisa que tem em casa também, né? Mas para, diferente de alguma viagenzinha que a gente sai, também um passeiozinho assim, na casa de parente. Aí a gente sai fora também, em algum lugarzinho também, para dar um passeio mais fora. Mas é não é é coisa demorada de um para o outro.
O senhor tem bastante parente
Tenho bastante. Eu tenho irmão, tenho irmã, tenho cunhado, cunhada, tem bastante. Em todo a área aqui de São Paulo, eu quase eu tenho gente, parentagem, né? Tem muita gente. A famíliar é muito grande, né? E E tem uma boa parte aqui em São Paulo. Chega lá na Bahia também, está
Está cheio então <laughs> Você falou que tem uma casa até hoje lá, né?
Tem, tem. Eu tenho uma casa lá lá, no no sítio. meu Meu filho e minha esposa que foram lá outro tempo, eles foram lá, mas só para... Passaram lá só para olhar, né? Mas eles não não ficaram lá na casa. Na casa não fica, porque... A casa está vazia é ela está vazia. Tinha uma pessoa o meu cunhado estava cuidando né, mas só que agora ela está vazia sem ninguém. Então, quando eles vão, em vez de ir para lá, não eles vão lá só ver e ficam na casa do do pai dela, dos dos cunhados, mais das irmãs, mas não ficam lá. É só mesmo para chegar lá e
e sair Mas o senhor manteve
Está mantendo.
Por en Planos

Eu não tenho plano de voltar assim para morar lá, não. Só que eu eu estou mantendo ela né a casa lá. Nunca vendi. Posso até vender, qualquer hora, né não sei. Mas, por enquanto, ainda não vendi. Ela está com dezesseis anos que eu estou fora e ela está lá. Nunca vendi, Porque o o terreno lá é bom, é o sítio, né? É um sítio que dá para trabalhar tudo. A gente não está trabalhando, mas se for trabalhar, tem onde trabalhar, né? Então, acho que... Às vezes eu estou até bem perdendo nisso aí, porque se eu vender e empregar em outra em outro benefício, talvez dá mais futuro do que ela lá, né?

Mas é que nem diz, a a a terra não não se acaba né, não perde o valor. Aí O dia que eu vender, eu eu me apuro o dinheiro que ela valer
Mas voltar para lá, trabalhar na lavoura,
Ah, não, é difícil. Nem eu nem eu vou aguentar. <laughs> que já Não, aí eu já desacostumei, né? E eu já não era lá essas coisas. <laughs> Ainda mais agora, né? Que a gente não está está desequilibrado para para a lavoura.
É meus
É sofrido. Trabalho na lavoura é sofrido, né? É É muito sofrido. Meus filhos nunca trabalharam, né? Eles vieram tudo pequeno para cá. Eles nunca trabalharam. Assim, para dizer que já trabalhou. Quando a gente estava lá, eles acompanhavam a gente, mas não que eles deram produção de de ro na roça. Aí depois veio para cá, agora sobre trabalho de lavoura eles não não conhecem nada não, praticamente não conhecem. Só eu e a esposa que conhece. Nós sabemos o que é que é. Trabalhava ela trabalhava mais do que eu até. É É Porque às vezes eu vinha para cá e ela ficava lá trabalhando. É ela Sempre ela trabalhou até mais do que eu

Na verdade, né acho que o que eu tinha de falar também, acho que

Fez esse convite para eu vir aqui contar um pouco das das minhas histórias, né? Até que eu falei com ela, ah mas eu não vou ir lá não.

Você já está com o convite convite com o convite feito. Aí eu falei, é mas eu vou pensar ainda, não vou dar a decisão ainda que eu vou não né. ah é Na verdade eu não... Que é devido ao conhecimen, né? Que eu não tinha assim como é que era. Andei eh informando com ela que como é que era, como é que não era, né? Aí ela começou a me explicar, né? Como é que era, que era negócio do do museu, que ia apoiar o nome das pessoas lá no museu, né? Isso que Ela me explicou assim, desse jeito, né? Tinha umas entrevistas que a pessoa ia filmar, não sei o quê... Aí eu fiquei assim, já está com umas duas semanas que ela me fala isso, né?

É, ela não compensa aí direito, depois... Até que eu dei o sim para ela que eu vinha, né? Ela começou a
Insistir né E o que é que o senhor pensava que era?

O que o senhor pensava que era? Não
Na verdade... É uma coisa que a gente vai contar o passado, né? Então, às vezes a gente pensa de contar e às vezes pensa de não, né? Também, né? Que Que nem eh eu contei aí sobre o que passou sobre o meu filho e tudo, mas é uma coisa que passou, a gente... Às vezes nem divulga, fica divulgando, mas eu dei na parte de de vir divulgar, né? Porque ela me convidou para eu contar um pouco e eu falei, eu vou contar, não tem problema. Às vezes tem gente que não tem nem na o que contar também, né? Na Na vida, tem uma vida às vezes que não tem muita coisa para contar. Mas eu, pelo menos, eu tenho bastante coisa, porque eu já passei por muito sofrimento né na vida. a família mesmo, doença, que meu filho que ficou doente. Então, a gente for lembrar direitinho, a gente tem muita coisa para para contar. Na verdade, acho que não resolve nada mais contar o que já passou. Não faz mal também, né?

lembrar. Não eu Acho importante isso aí, né? É legal que esclarecer
né do hã Como foi para o senhor decidir
Ah, mas foi ela que incentivou, né?

As pessoas vão te ajudar tu tu falar. Todo mundo vai lá. Aí tem um rapaz lá que trabalha lá, ela falou, ah ele aqui já foi lá, contou a história dele também. Não tem nada de
Com Um rapaz que trabalha com o senhor.
Não, ele não trabalha comigo, ele mas ele faz um serviço na casa de onde eu estou fazendo, né? Sei Só que a área dele já... o serviço dele é é outro outro ramo. Mas ele ele disse que já vende para fazer a entrega disso daqui também. Aí eu fiquei assim, meio receado de de vir diretamente também né. Que eu não, mas chego lá eu não sei nem nem contar. Ela falou, sabe, claro que você sabe contar. Ah, então eu vou, eu vou vir. O que eu o que eu souber
Eu falo <laughs> E você falou, tem alguma outra história que o senhor lembrou? né <laughs> tem alguma história assim que o senhor lembrou
Ah não eu Tenho muita história para <laughs> contar lá
<laughs> Já contou bastante Já

Bastante. Já contei bastan É que de repente É que eu tenho tanta história e vem uma na cabeça que ainda não contou. É eu
Mas às vezes também tem história que às vezes nem compensa, né, a gente contar, né? Por que

É, porque às vezes tem coisa que é uma coisa da da da vida da gente que passa e a gente não tem nem muito aproveito, né, às vezes, para a gente estar contando. Porque a gente tem muito probleminha na vida, mas tem coisa que a gente nem aproveita, deixa de lado, né?
Hum Essa é a vida da gente. É
É verdade.
Com probleminha, com problemão, com alegria. É
É verdade. Essas são as histórias, né? É a